E qual o nome dos seus pais?
Meus pais?

E eles são naturais de Portugal também?
Os dois são portugueses.
E seus avós também?
Meus avós também são portugueses, mas eu só conheci os avós por parte de minha mãe. Em parte do meu pai eu não cheguei a conhecer, porque acho que eles faleceram cedo, né certo? E não deu para eu conhecer, mas de minha da da do lado de minha mãe, sim.

E qual é qual era a atividade dos seus pais?
dos meus pais? Acontece o seguinte, meu pai sempre teve tendência a ser industrial, então ele foi industrial em Portugal, depois ele veio para cá, para eh para São Paulo, e aqui ele desenvolveu a atividade eh em indústria cerâmica. E e essa indústria eh fabricava os aqueles produtos salos.

Vocês vieram para o Brasil quando? O senhor tinha quantos anos?
Pois não, eu vim hã nós viemos para o Brasil
Nós chegamos a Santos Então o senhor já era grandinho, já crescido.
O é é, eu eu devia ter entre catorze e quinze anos,
E o senhor tem irmãos?
Tenho, eu eu já tinha naquela ocasião, naquela ocasião eu tinha, deixa ver, um, dois, três, eu devia ter quatro irmãos, porque eh eu estive anteriormente em na Bahia, nós eh eh estivemos entre Bahia e Rio de Janeiro, mais da ordem de um ano e meio, mais ou menos, E aí nasceu uma a minha irmã ma mais mais nova, que é brasileira, nascida na Bahia, tá certo? Ela é é a minha irmã mais nova, tá certo?
Então, no total, vocês são em seis filhos?
O quê?

Seis filhos. É é

Bom, em Portugal, como nós eh eh temos duas fases em Portugal.

Essa vila pertencia ao distrito de Coimbra. Quer dizer, na classificação nacional portuguesa, não é é distrito de Coimbra. Então, nasci em Coimbra. Está certo.
E como era? Quais quais são as lembranças dessa sua infância em Coimbra?
Olha, em eh em em Coimbra, eu fui pouco a Coimbra, eu ficava mais exatamente em Poiares, né? Tá certo? Mas aí eu estive mais ou menos até sete anos, se entre seis a sete anos né de idade. Eu estive lá desde nascer até seis a sete anos de idade.
E era uma cidade pequena?
É uma vilazinha pequena, uma vilazinha pequena, é verdade.
E o foco dessa su dessa vila, Poiares, ela era focada na agricultura, no comércio?
Qual era o foco da cidade? Ai eh eh era Olha, tinha agricultura... Tinha produção salina, sal que era retirado do mar né e. E tinha também uma uma indústria de preparo do bacalhau importado da Noruega. Isso eles fazem até hoje. Quer dizer, eu não sei se tudo vai para para para essa cidade ou não.

E o bacalhau depois é é seco e é preparado e tudo em adeiro mesmo. Essa é uma outra. Tem também a atividade cerâmica não é, porcelana principalmente, porcelana de vista alegre, que é uma indústria que está sendo muito conhecida em Portugal, muito boa qualidade e tal. Isso assim, em geral, é o que eu estou me recordando.
E como era a casa o que o senhor morava? O senhor se lembra como era a casa, como era o cotidiano, as brincadeiras na infância?
Olha, o o eh eh aí aí é um problema um pouco mais difícil, tá certo? Bom, a casa, eu me lembro, porque inclusive a casa onde eu nasci eh era de minha madrinha, e a minha madrinha me deixou em testamento essa casa. que eu tenho até hoje lá na casa né. A casa em que o senhor nasceu É É um parente meu que mora lá na casa e tal e conserva a casa e tudo né. Bom A casa era um sobradinho não é, com com uma área de de ah de jardim, de quintal. É uma casa até muito simpática, como esse pessoal que está lá, um uma das pessoas é arquiteta, é é uma prima minha arquiteta, então ela está zelando muito bem pela casa. Né tá certo então, tranquila lá.
Mas da infância o senhor lembra o quê? Olha da
Olha, da infância eu me lembro muito pouco né, porque quando eh eu saí de lá, eu saí praticamente com sete anos. Então, eu não me lembro mu eh eh eu só me lembro, por exemplo, de algumas ah ah uma atividade que era a seguinte, eh junto à minha casa tinha uma capeli uma capela da Igreja Católica né, e e dessa capela, uma vez por ano, que eu não me recordo bem qual era esse dia, saía uma procissão, que dava a volta na vila toda e voltava novamente e. E muitas vezes me pegavam para para ir para ir na procissão também. Então, lá com a vestimenta, aqueles e tal né, a gente dava a volta na cidade na na vila né. Uma vilazinha pequena. Isso eu me lembro. Agora, eu lembro também de empinar papagaio, essas coisas.

Conta para a gente um pouquinho dessas coisas, mesmo aqui no Rio Grande do Sul.
Só um segundinho.
Eu me recordo um pouco, porque acontece o seguinte, quando quando chegava, por exemplo, nas férias, geralmente eu ia para a casa dos meus primos.

E depois eles se mudaram para uma outra praia que tinha as as características de ter mar de um lado e ter rio do outro lado. que era ah eh era era exatamente a a praia da Costa Nova, que chamava né. Então, isso aí eu me lembro, inclusive, lá de empinar papagaio também, está certo? Isso eu me lembro muito, está certo? Isso é o que a gente fazia mais lá né. Agora, de de outras eu não não não me recordo, viu? Porque já há tantos anos né, eu vou fazer uh vou
De é Poieiros né o nome da cidade? Vila de Poieiros?

A cidade que o senhor morava era Pomares com eh o nome da cidade?

Acontece o seguinte. Poiares Poiares é é onde eu nasci.
E viveu até os sete anos, Agora É isso?

Agora, dos sete anos, eu tive um período em casa dos meus avós. Enquanto isso, meu pai veio aqui para São Paulo, tá certo? Se fixou em São Paulo e só mais tarde é que nós viemos também ter com ele aqui. E seus avós eram em que cidade? Meus avós? Sim Isso. Meus avós, olha, isso é que eu não sei dizer exatamente se eles eram de Aveiro ou não, tá certo? Porque eu eu não não não te posso informar. Mas Ah ah De de devia ser de Aveiro.
Então o senhor viveu dos seus sete anos até os catorze com seus avós, é isso? É, isso.
Não, eu vivi, um um ah porque minha mãe estava junto também conosco. Então a gente, nós vivíamos junto, tá certo? E E mais tarde então é que nós viemos a primeira vez para Salvador. de navio não é e a segun voltamos novamente a voltamos novamente a Portugal, ficamos na casa dos meus avós, depois mais tarde, tá certo quando nós viemos em em mil novecentos e também de de navio né, no navio alemão, o General Lusória.
E aí foi foi para Salvador também, dessa segunda vez? É
Não, a a a primeira vez ele foi para Salvador e para o Rio de Janeiro.
A segunda foi no Rio.
E a segunda vez para São Paulo, então nós viemos para Santos. Desembarcamos em Santos, meu pai já nos esperava em Santos, depois viemos seguir para São Paulo.
E o senhor se recorda do porquê de dessa motivação do seu pai em vir para o Brasil, em mudar-se para o Brasil? Olha O senhor se lembra de comentários da época? O pro o po
O o problema é o seguinte, é que meu pai desenvolveu lá uma atividade eh eh muito intensa em Serraria, tá certo? E depois ele foi evoluindo, evoluindo, e ele chegou a a a projetar e executar casas de madeira desmontáveis. Então essas casas de madeira ele construía para principalmente em Angola, Angola portuguesa, né que era a colônia portuguesa nessa época. Tá certo E ele fez muita casa e mandou para lá. Acontece que as casas eram financiadas pelo Estado, Estado português, E foi na época que foi numa época próxima ou logo depois da da queda da Bolsa de Nova Iorque de E com isso houve uma dificuldade grande porque o pessoal começou a não pagar as as casas e tudo né. Aí chegou um ponto que de limite do capital do meu pai também né. e Ele então resolveu entregar tudo o que ele tinha E veio para o Brasil porque nós tínhamos os amigos trabalhando em São Paulo aqui, né?

E aí desenvolveu toda a atividade dele.
E na na na primeira vez ah, bom antes de da vinda ao Brasil em si, Eh O senhor iniciou seus estudos em Portugal. Em Portugal. É e
Primeiro e segundo ano eu fiz eh eh eh o, acho que é o primeiro ano só, eu fiz em Salvador. Salvador na Bahia, porque a gente morou na Bahia né e. E depois no Rio de Janeiro também uns meses, até viajar para Portugal. Em Portugal, eu terminei o o o primeiro grau né, o a a escola primária, que eles chamavam nesse tempo.

Eu vim para o Brasil no terceiro ano.

Isso me prejudicou um pouco, porque havia disciplinas que eram dadas lá, que não eram aqui, e aqui dava disciplinas que não eram dadas lá. Está certo? Então, o resultado eu tive que esperar. Tive que perder alguns anos, ah dois a três anos, para eu conseguir fazer o o curso de madureza. Foi um curso criado pelo governo brasileiro para possibilitar o pessoal que não não fez na hora certa o ginásio, pudesse fazer o ginásio fazendo primeiro, segundo, terceiro num ano, quarto no outro ano e quinto no outro ano. Eram cinco anos de ginásio. Bom, então eu fiz isso, fiz primeiro, segun segundo, terceiro, foi muito simples, porque as diferenças que havia das disciplinas eram poucas. Depois, no quarto ano, aí eu entrei num cursinho que havia na na Roção Bento, chamado Cursinho Bandeirantes, que é o curso com professores

Então, me preparei. E preparei também no quin na quinta série para o para o Bandeirantes. Só que nesse nesse eh nesses exames de terceiro ano e quarto ano, se podia fazer em qualquer ginásio, chamava ginásio, né? Eh Fosse público ou não fosse público.

Quando chegou no quinto ano eh eh, o o governo federal resolveu eh impor a a seguinte regra, para fazer o vestibular para fazer o quinto ano tinha que fazer no Ginásio do Estado de São Paulo. O ginásio de São Paulo o ginásio do estado de São Paulo, naquele tempo, era o melhor ginásio de São Paulo.

Os outros entravam, dois de São Bento, três do São Luís, e três ou quatro do do de um outro colégio que deu origem, depois ao Bandeirantes, né tá certo mas o Aí a a toda a minha turma com quem eu estudava lá no cursinho Bandeirantes, eles ficaram com receio, né? Fiquei lá, o pessoal aqui é muito exigente e tal, né? Conversei com meu pai, meu pai falou, não, mas você, afinal, você fica sábado e domingo estudando, mas eu trabalhava os outros dias, então eu tinha que eh estudar sábado e domingo, não, porque não tinha jeito, né? Mas afinal eu fiz o exame, passei, não tem problema. Né tá certo E depois eu fiz os dois vestibulares, o vestibulinho para entrar no no pré-politécnico e o vestibular para entrar na escola politécnica.
Antes da gente entrar na na questão da da universidade em si, eu queria perguntar para o senhor, ah ah qual foi a primeira impressão que o senhor teve quando chegou no Brasil? Porque eu acredito que foi uma grande diferença do que o senhor estava acostumado em Portugal, né? Ah é
Olha, eu te digo o seguinte, quando nós chegamos em Salvador, na Bahia, está certo? Eu não achei assim, assim, a a aspectos muito diferentes. Mas quando eu che quando na segun na viagem que viemos para Santos, nessa segunda etapa, quando nós chegamos a Santos, eu achei, não é? Os morros todos verdes, ao passo que os morros em Portugal são todos cinza, porque eles são granito. É tudo cinza, cinzento. Não tem não não tem eh eh grandes plantações arbóreas, não tem nada, é tudo cinzento. E uma boa parte da Europa é assim né. Tá certo e eu via aquela aquela pujança em verde. Eu falei, bom, esse é... No outro dia, meu pai que foi nos buscar lá, nós viemos de trem para São Paulo. Você passar por dentro da Serra do Mar no trem, porque na estrada rodada não tem muita piada a história né, mas mas lá não, porque você passa no meio da mata com as as cachoeiras caindo. As cachoeiras Fiquei impressionado. Fiquei muito impressionado.

E em São Paulo, quando o senhor des E em São São Paulo São Paulo eu fiquei impressionado por pelo seguinte aspecto. Primeiro, a cidade era muito pequena né. Era muito pequena. Isso na
Década de trinta. Eu já
pedi uma série de amigos para ver na prefeitura qual era a população em mil novecentos Mas eu não conseguia ainda esse número. Mas eu acredito que era muito inferior a um milhão. Era muito inferior a isso. Agora, quanto era, não sei dizer. Agora, eu sei que era uma cidade pequena e era uma cidade que eh os dois rios principais, que é o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, eram rios de planície. Então, eram rios cheios de curvas, está certo? Os trechos retilíneos eram raros. Era tudo curva, tudo curva, tudo curva. Resultado, qualquer pequena cheia, São Paulo tinha uma área muito grande inundada. E como eu trabalhei um pouco lá na na cerâmica do meu pai, junto com o meu irmão também, e quando a gente nós morávamos um pouco mais para cima, aí não tinha água né, mas quando chegava ah num num certo ponto, você tinha que pegar barco. E você ia de barco até a Vila Guilherme, ou até a Vila Maria, se quisesse ir para a Vila Maria. Porque estava tudo embaixo d'água. Até uma certa altura, era tudo água.
E quando o senhor veio para para São Paulo com com os seus pais né, vocês moravam em que região da cidade? Ah

que ali eu tenho a impressão que é Braz né.
É considerado centro né, é per perto do Braz.
É é perto do Braz né, está certo. Não é Não é muito longe da da da Estação da Luz.

O senhor falou que a cidade de São Paulo era bem pequena Bem pequena bem pequena Nesse período, década de trinta né.
E os meios eram também pequenos, porque transporte, por exemplo, o transporte nosso... era de bonde elétrico, que era da companhia ah Light and Power, que era a que fornecia luz para São Paulo e fornecia luz para o Rio de Janeiro também, né? Fornecia luz para São Paulo. Então, eh eram carros sempre muito limpos, muito regulares no horário e tudo, mas andava a dez, quinze quilômetros por hora, se andasse Né está certo? Era lento, transporte todo lento e tal, né? E tinha ônibus. Mas os ônibus eram importados, porque o o Brasil não tinha nem indústria de aço, porque não tinha volta redonda ainda, né? Volta redonda veio mais tarde. Volta redonda veio um pouco antes, quer dizer, mais ou menos na época que o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, que foi, deve ter sido em quarenta e três, mais ou menos, por aí, né?

Mas não tinha Então, o o o o problema era o seguinte, os ônibus eram importados, geralmente dos Estados Unidos, Ford Chevrolet né, vinham dos Estados Unidos, o chassi só, aqui só era montada a carroceria né, a carroceria do carro. E peças, era tudo importado está certo, não eram feitas peças, porque nós não tínhamos indústria de aço.

A primeira indústria foi Volta Redonda. Você sabe, né? E Volta Redonda, por que é que ela surgiu? Surgiu Volta Redonda porque os Estados Unidos tinham interesse na área em torno de Natal de construir um conjunto de pistas de aviação para conseguir eh transportar as tropas para a África.

Porque os alemães estavam em plena África com o general Rommel, que era um potentado alemão né. O Rommel corria com os ingleses até até o Cairo, quase. <laughs> Então, aí o Brasil se deu a área, com a condição de alugar para os Estados Unidos por um certo período né, e com a condição dos Estados Unidos financiarem a a a construção né da Volta Redonda. E isso foi feito. Eles não só financiaram, como forneceram equipamentos também para Volta Redonda. E aí o Brasil passou a ser outro país. Porque aqui se comprava se comprava tudo do exterior, né? Agulha, ferramenta, qualquer ferramenta era tudo importado. Então quando foi a guerra aqui foi foi uma dificuldade, né? Principalmente quando o Brasil entrou em guerra também, né? E os Estados Unidos entraram em guerra, porque a maioria, o o que não era produzido aqui era de lá, tinha que vir para cá para o navio. Aí foi uma época penosa.

E como era o centro, como era essa essa vivência em São Paulo nesse período que o senhor se recorda? Hã Bom, olha, é é como eu lhe falei...
Nós lá, por exemplo, onde nós morávamos, para ir para a cidade, nós usávamos muito o bonde, chamado bonde, esses carros elétricos.

Porque o o o bonde passava na porta e deixava e nos deixava no lar São Bento. que é o centro de São Paulo né eh. Lar São Bento, Praça da Sé, está tudo interligado né. Então, o o transporte para nós era muito facilitado por causa disso. Mesmo como centro.

Ela descia perto da loja dela também. Mesmo porque os carros, quando chegou a um certo ponto, Isso principalmente quando os Estados Unidos entrou em guerra, nós não tínhamos mais gasolina né, porque não tinha Petrobras. A gasolina era importada dos Estados Unidos já pronta e e e em vasilhame para ser entregue nos postos. Agora, quando começou a guerra, o o o Estado alemão colocou uma faixa enorme de submarinos na costa brasileira, não não passava mais gasolina. Aí veio aquele problema de fazer Então, em volta de São Paulo, que eh era ah assim muito povoado por por vegetação, não muito grande, mas de tamanho médio, tinha muita vegetação, sofreu um desgaste enorme né. E o pior é que estragou os carros também né, porque os carros não eram projetados para isso né. Mas não tinha outro jeito, porque importar não podia está certo, porque se mandasse o chassi, eh era bombardeado no caminho, não tinha jeito. E o senhor disse que sua mãe tinha uma loja, é isso?

Loja do que e onde mesmo?
Olha ah, primeiro que ela teve foi na no mercado municipal. Centro, ali no mercado municipal. Então, era sobre produtos das salas que ela vendia lá. Porque as salas não fabricavam só moringas e tal, fa fabricavam também eh vasos de jardinagem, uma porção de coisas, né? Então, tudo isso estava lá. E os filtros que eram produzidos, está certo? Essa parte toda. Tivemos uma banca e minha mãe ficou muito tempo lá.

que é um supermercado que tem lá, um um shopping center, né? Era ali, né? Era quase em frente ao shopping center né eh. Depois, mais tarde, aí minha minha irmã também tinha feito curso comercial e e ela começou também a a trabalhar junto com com minha mãe.

Aí foi minha irmã mais que estava sempre À frente da não é aí minha mãe já já já participava menos dessas.
Sempre foram essas lojas sempre foram desses produtos da da Da sala?
Da sala, Produtos da sala todos eles. Está certo produtos da sala da sala E
Aí voltando de novo para a para a época então dos dos estudos do senhor, que nós paramos ali bem na época do vestibulinho. O senhor esta estava com quantos anos, mais ou menos, nesse período? O senhor lembra?
Bom, acontece o seguinte, no vestibulinho, pera que aí
Eu devia estar com vinte e dois anos, mais ou menos. E e E quando o senhor foi para fazer o vestibulinho, era um é um vestibulinho específico da poli, é isso? Específico da poli. Para entrar no Pré-politécnico. Depois tinha o vestibular para entrar na escola politécnica. E o senhor já sabia, desde então, que queria seguir pela engenharia.

E que queria fazer engenharia civil.

Está certo?
E o esse pré-pole, digamos, esse cursinho dada né, que era pré-pole, ele também se localizava onde estava o prédio da Politécnica?
Na Só que não era naqueles prédios principais. Eram dois prédios pequenos laterais. Está certo Então, num dos prédios pequenos ficava o pessoal do pré-politécnico e no outro prédio pequeno ficava o pessoal da filosofia, do pré de filosofia. E sabe quem é que estava no pré de filosofia?

Foi meu colega, assim, de de de porta.
E isso na na Avenida Tiradentes?
Tiradentes, é. Depois que ele passou lá para o para o já para o vestibular

Ele veio lecionar da filosofia que é. E o o como ele já tinha um potencial bom também do conhecimento, Ele foi fazer o doutora o doutoramento final em Londres, aliás, uma das cidades da Grã-Bretanha, não sei se foi em Londres ou em Liverpool, foi uma das cidades da Inglaterra. E aí ele começou a carreira dele vertiginosa né, tanto que muito cedo era para ele ter ganho o prêmio Nobel da da da Física. Ele não ganhou porque o trabalho que ele fez sobre raios cósmicos, ele fez junto com um colega dele, e o colega Aí ele não pôde receber. Mas ele trabalhou trabalhou em raios cósmicos quase até o fim da vida dele. E
E como que era a estrutura desse cursinho pré-vestibular da Poli? Quais como quais eram as aulas? Como era o cotidiano?

Olha, a acontece o seguinte. As aulas não diferiam muito do que é dado hoje no segundo grau. Está certo? Do que é dado hoje no segundo grau. Essas disciplinas eram dadas, por exemplo, a parte de matemática, nós chegávamos até a parte de limites, derivadas, e dava para dava para ver. Depois tinha um pouquinho de um pouco mais de geometria também no espaço, que a gente via. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Tinha ah também desenvolvimento da da fí da química, principalmente, engenharia química. Tinha de física também.
Mas as disciplinas eram focadas, então, em exatas. Vo vocês não tinham uma carga, por exemplo, de história ou geografia? Ou tinham também? Não, tínhamos. Aí é nome dado para hoje.
Nós tínhamos sociologia e tínhamos lógica. E tínhamos psicologia. E caía no vestibular, né?
Da poli, depois no vestibular. Eh Era um um o pré-vestibular, ele era muito concorrido da poli? O pré-vestibular? Era, era. Só que a maioria que entrava era de ginásio de estado, né? Então, na verdade, é uma inversão do que a gente vê hoje, né?
Completa, completa. Mas por foi uma inversão também no que aconteceu ao professorado secundário. que o professor do ginásio do Estado tinha esse o status de professor catedrático. Está certo? Tinha as facilidades, também as obrigações. Por exemplo, horário integrado, dedicação plena, ter que viajar para congressos, essas coisas todas. Hoje não tem, é tudo tempo parcial.
Né, é diferente. E

Ou vocês se mudaram?

Ah, ti tivemos sim, tivemos. Até que quando eu casei... Então, eu fui morar mais perto da da da indústria do meu pai.

Não era longe da casa dos meus pais, era perto.
Ficou na região.

Aí nasceram na nasceu o meu filho, que era prematuro. Então, nós resolvemos... e lá porque a minha mulher ficava muito na casa da mãe dela para para dar aqueles cuidados todos na criança né, que nasce com pouco peso, uma uma opção de de cuidados né que precisa ter.

Eh eh essas casas construídas foram do lado do hospital. Mas tem árvores grandes ainda, tem tudo lá, está certo? E nós não sairíamos de lá tão cedo, mas depois começaram as obras do metrô em Santana, era muito demorado, nós podíamos, às vezes, mais de meia hora para chegar na cidade universitária, quer dizer, não dava mais.

O senhor tinha dito que tem seis irmãos

E no Paris moravam seis irmãos, Hã Vocês moravam todos juntos antes do
Não, mas acontece o seguinte, eram seis irmãos quando nós chegamos em Salvador. Mas quando nós chegamos em Salvador, meus pais não estavam bem informados sobre o tipo da qualidade de água de Salvador. Acontece que a água em Salvador não era tratada. E E nós perdemos duas irmãs em um intervalo de quinze dias, mais ou menos.
E elas eram pequenas? Eram pequenas. Então ficaram
Quatro Devia ter dois anos e a outra devia ter quatro. Está certo eh o meu pessoal ficou meio desorientado né. E eh Onde nós morávamos era uma água que você podia tirar na <laughs> fonte. Toda a garantia né. E eles não contavam com isso né. Então foi já um de duas.
Aí ficaram em quatro irmãos. É, quatro irmãos. E E qual o nome dos seus irmãos e o que eles Ahh Fizeram durante a vida?
Pois não

Meu irmão, ele teve uma formação eh mais humanista, porque ele gostava muito de arte, principalmente escultura, não é modelagem. Só que, como ele trabalhava no começo, junto comigo lá, com meu pai e tudo, ele ele começou também... Teve um professor lá que ensinou para ele a arte marajoara. Então, ele ele fazia uns modelos de de de de cachepôs grandes, por exemplo, todos decorados em arte maraja marajoara. Está E nisso ele era muito bom. E também em em em em esfinge da pessoa né, fazer o busto da pessoa. Só que depois, com a quan meu pai faleceu cedo, meu pai faleceu com cinquenta e poucos anos né, e e eu já estava na escola, não podia assumir, então meu irmão que assumiu a a direção da firma. Está certo E acontece que a tendência dele era mais para o lado artístico. Então, ele ele ficou numa atividade assim muito burocrática, muito administrativa. E eu acho que ele isso aí se ele tivesse seguido a outra linha, ele deveria ter uma produção muito maior.

Agora, de minha parte não, porque eu eu eu sempre eu sempre gostei de eh adquirir mais conhecimento e tal.

Eu, por exemplo, tive uma influência muito grande em hidráulica, que é a disciplina que eu dou que eu dei até há pouco tempo, dos livros franceses, por causa da didática deles, muito claros, muito didáticos, muito explicados. Está certo E a parte de matemática que ele dava também, todo mundo que não entendesse, é porque não queria né, tão claro que eram as aulas. Então, eu resolvi ir para para uma para para um ramo que tivesse uma aplicação prática, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, um laje teórico. Não é

São
Irmãs? É Irmãs é o seguinte, eu tenho uma irmã

Porque minha mãe, depois de uma certa idade, quando meu pai faleceu... Ela passou a participar muito pouco né. Ela sentiu muito a morte do meu pai, morreu cedo né. E Então, minha irmã teve que assumir tudo né. Essa parte comercial, ela ela tinha muita experiência. Mas a minha irmã já faleceu, porque ela... Ela teve uma doença que atingiu um pouco o cérebro dela, né? E, coitada, foram anos de sofrimento também e tudo, né? E ela faleceu o ano passado também. O ano passado junto com meu irmão. Quer dizer, meu irmão faleceu depois

Então, ah o o o problema <laughs> o é esse

E aí tem tem mais uma irmã, então.

Essa, está certo? Ela fez também administração comercial eh tudo, né? Mas ela ela se dedicou mais a atividades sempre assim ligadas à família e tudo, né? E o marido dela eh se dedicou muito à produção de de de destilados, de bebidas e tal, né? Era até uma firma conhecida aí, né? E Mas já acontece que o marido dela já faleceu também há tempo, né? E de modo que eh ela agora também, a minha irmã já fez oitenta anos, então ela agora se dedica mais a dar conselhos ao pessoal e tal né está certo, mas não está mais na ativa.

Como que o senhor conheceu a sua esposa?
Ahh foi Como foi isso?

Ela fazia a escola normal, naquele tempo chamava escola normal, para formar professoras primárias. Então eh ela pegava um um bonde, ela morava em Santana, pegava um bonde até um certo ponto, que era ali perto da Luz, e ali pegava um bonde

E acontece que muitas vezes eu pegava esse bonde no mesmo lugar, porque a Politécnica ficava perto, eu ia a pé até ali.

E eu encontrava ela nesse bonde. Não é Então, a gente começou conversando e tal, namorando nessa época, está certo? E nós tivemos, tivemos assim naquele tempo chamava noivado né, tivemos um noivado até longo, de cinco anos mais ou menos. Porque eu estava no segundo ano da poli, tinha passado para o terceiro. Então eu fiz terceiro, quarto e quinto ano. E eu tinha dito para ela que no fim do quinto ano eu ia nós iríamos casar né. Só que quando terminou o quinto ano, Ah a minha turma ah resolveu resolveu dar um ultimato à direção da escola, porque eles queriam mudar o regimento de notas depois de feito o último exame né. Depois de feito o último exame, você que não tinha que fazer, por exemplo, o exame oral, era obrigado a fazer e outras coisas. E eu sei dizer que isso se arrastou muito tempo, foi foi até foi até o Rio de Janeiro, porque a capital era o Rio, né nesse tempo, o Rio de Janeiro. Foi até o Ministério da Educação, o Seu

E foi até essa época aí, né? Está certo? E e a Eh essa foi a realidade. E E nós só fomos nos formar, está certo? Mais ou menos no meu aniversário, oito de abril. Em vez de formar em dezembro, nós formávamos em abril do outro ano. Está certo e a

Mas a minha turma
E o senhor casou-se logo depois disso?
Ah, não. Eu casei ainda em Quarenta e seis não é Cumpriu a promessa. Só tinha uma disciplina que eu tinha que fazer exame. Imagina qual é a disciplina. <laughs> Hidráulica? Não, <laughs> não, hidráulica não. A disciplina era eh eh era o seguinte, economia política.

E eu pus meu ponto de vista, porque ele perguntou né. Está certo Mas nem isso foi, porque Eu tinha boas notas durante todo o curso aí eu não pude fazer. Então eu não fiz oral em ano nenhum da escola, do primeiro ao quinto ano. Eu passava nos escritos, nas provas escritas né. <laughs>
Ficava descansado nas E o senhor se lembra do dia do seu casamento?
Lembro, lembro.
Como foi esse dia?
Ah, pois não. Olha, o dia do meu casamento... Foi o seguinte, nós casamos numa igreja, Nossa Senhora Auxiliadora, não sei se vocês já ouviram falar.

No fundo da praça não tem uma uma uma igreja essa igreja, porque inclusive um dos padres lá era parente de minha sogra. Então, ele fez questão, não vamos lá, vamos casar lá, tudo bem, nós vamos casar lá. Só me lembro que, quando nós fomos para lá, caiu uma chuva daquele jeito, um tempestado, uma coisa tremenda. Aí houve o casamento, tudo bem tal, saímos, e nós fomos, então, fizemos uma festinha no centro de eh centro de de como é de divertimento e tal, do Pinheiros, do Esporte Clube Pinheiros, que naquele tempo era no centro da cidade né. Era numa daquelas ruas do centro, bem próximo ali da da da... De onde? Já te posso dizer. Eh eh Perto do início do viaduto Chá, era por ali. né está certo. Então, fizemos ali, ali que foi foi a festa. Então, a festa foi muito concorrida, foram diversos colegas meus também lá na festa e tal né está certo e aí. Da então a festa foi animada e tal. Quando quando

Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, com o programa de visitar Não é Pão de açúcar, urca, e enfim a aquela floresta da Tijuca. Enfim, uma série de... Não é o Cristo do Corcovado. Não é está
Aproveitando que o senhor falou do Rio de Janeiro, como era o Rio de Janeiro nessa época? Ah ah Era uma cidade também calma? Uma
Ah calma, calma. Muito diferente do que é hoje.

Está certo. Não havia também aquela densidade dos morros que tem hoje né, densidade habitacional no morro, com os problemas que tem lá dentro, não tinha. Está certo Você podia andar na rua, em qualquer lugar. Está certo não é E o pessoal ainda era obsequioso. Eh uma vez passou lá um um motorista com os senhores e e nós estávamos passeando na beira do Mar se eles não querem ir mais para baixo, eu levo o meu carro aí. Pessoal né muito simpático né, eu achei formidável o Rio naquela época. Naquela época, hoje hoje né está diferente.

E vocês tiveram filhos?

Quantos filhos?
Olha, nós tivemos os primeiros filhos, foi um menino e uma menina. Não é O menino, a menina nasceu antes. nasceu bem, está certo? Só que eles eram prematuros, então nasceram com pouco peso. Então eles precisavam de todo aquele cuidado do hospital e tal, eles eles nasceram na promátria, promátria paulista. O menino nasceu depois, com menos peso, E e e mais demorado também o parto né do segundo. Bom, acontece que no menino eles não de não deram banho depois. Eles fazem só um tratamento superficial sem banho devido à à perda de peso. E para a menina deram. E a menina apanhou uma pneumonia e faleceu. Chata, né? Então ficou o menino só. Aí a minha mulher, coitada, ficou impressionadíssima né. Primeiro para contar para ela, depois que ela sabia não é, a responsabilidade dela de criar esse menino. Primeiro, o menino ficou na promatria e e a a minha mulher foi para casa. Então aí tinha que haver, inclusive, colher leite de ama, não sei não sei aonde, tinha que ir lá buscar leite de ama, entrar na fila. Levar leite de ama para lá e tal, né aqueles cuidados todos. Quando veio para casa, também um médico mil e uma cuidados, né? Esterilizar tudo, né? Cortar uma laranja, esterilizava uma faca, esterilizava uma laranja, <laughs> esterilizava tudo. Então foi uma luta para criar esse menino.

Depois ele cresceu, cresceu. Mas exatamente quando tinha dezenove anos, eu perco esse menino. Perto de um concurso que eu ia fazer na Poli.

Ele ia fazer um concurso ou o senhor?
Eu ia fazer um concurso lá, está certo? E o ele faleceu num num acidente de automóvel uns dois, três dias antes, mais ou menos. Quer dizer, era impossível não participar. Porque eu não tinha mais controle eh psíquico, <laughs> né? Para ir defender uma tese, para ir dar uma aula, né? Ainda bem que a banca que estava constituída, eles reconheceram isso, está certo e conseguiram, então, justificar o adiamento para uma outra época. Mas eu perdi o menino com dezenove anos né está certo, estava se preparando já, entrou no cursinho, ele queria fazer a parte eletrônica e tudo né, perdi o menino. Bom, então esses são os dois. Depois,

Ela fez medicina da Faculdade de Medicina de São Paulo, né entrou a primeira vez, está certo fez todo o hospital, internato, que tu tudo lá. Depois, mais tarde, ela começou a lecionar também na Patologia, no Departamento de Pa Patologia. Está certo Ela também também eh parece que é tem uma função de direção no hospital no hospital universitário, da cidade universitária. Esse é a a a minha segundo filho. Terceiro, né?

A quarta fez... Ela fez o seguinte, primeiro, o segundo grau, quer dizer, ah ela fez o primário, depois era o ginásio. O ginásio ela fez no ginásio experimental da Faculdade de Filosofia. Então, o ginásio experimental era um um ensino diferente, era um ensino para o grupo, está certo? E para o assunto, para o grupo e tal. E desenvolvia de tal maneira a a capacidade de de assim de assimilar e de transmitir conhecimento,

Então, ela entrou lá,

Então, aí ela resolveu voltar para São Paulo, fez vestibular de novo, entrou aqui e fez física aqui. Só que ela queria fazer carreira também na física, mas não como professora né, porque professor, infelizmente, hoje, a <laughs> tendência não é muito para ir para professor. Mas ela queria entrar, por exemplo, na parte de de isótopos e uma série de outras coisas né, aplicando a física nela. Acontece que ela precisava fazer mestrado e doutorado, né? Ela começou a fazer mestrado, aí nasceu o primeiro filho, nasceu o segundo. E ela não queria deixar os filhos com ninguém, né? Está certo? Aí ela foi para uma outra parte da atividade dela, que é a parte artística, que ela desenvolve até hoje a parte artística. Tem o fornil cerâmico, faz aí as composições cerâmicas de pintura e tal Mas a a aplicação foi outra. <laughs> Que tipo de Mas a

está integrada na na na na fase dela, na na na parte de patologia né. E ela já tem uns bons anos também de de faculdade, de de ensino na faculdade né.
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Antes deles entrarem na faculdade, como é que era essa relação do senhor com eles como crianças, a família, como era?
Olha, acontece o seguinte. Como como eu para para para desenvolver essa atividade eu tive que me desligar lá da da cerâmica do meu pai, aí eu comecei a lecionar em cursinhos e em colégios né está certo para sobreviver né. Enfim, eu gostava também de ensinar e tal está certo. Então, e isso aí eu fui desenvolvendo. desenvolvendo durante alguns anos.

E foram as as duas primeiras aulas que eu as primeiras eu preparei as meninas para entrar na escola normal que elas queriam entrar né. O vestibular da escola E depois eu comecei a dar aula em outros curso também e tudo né. Está certo E E sempre eu me dediquei mais a essa parte de ensino. Tanto que numa parte da minha atividade eu lecionei três anos no Colégio Bandeirantes. Eu lecionava lá ah matemática, um pouco de álgebra, de de aritmética, de de de análise, um pouco de análise também né, geometria analítica. Isso eu dava lá. Isso eu dei três anos. Depois eu não continuei mais porque eu morava longe de lá e eu não tinha condição

Então ficava muito fora de mão. Mas o colégio era excelente naquele tempo. Hoje dizi dizem que é bom, mas naquele tempo eu sentia que era mesmo. Está certo Uma orientação muito boa, tudo, né?
Eu não sei se eu respondia tudo o que você queria. E e o senhor De de profissionalmente agora né falando Eh, Ah de eh eh o senhor sempre esteve ligado à questão da docência?

Agora O senhor, Eu não estou mais lecionando. Mas uma atividade que eu estou fazendo e e mantendo muito é participar de bancas de pós-graduação. Banca de mestrado e banca de doutorado. Eu realizei, dia treze deste mês, uma banca em Campinas, na Unicamp está certo, sobre um assunto ligado à hidráulica, em que eu analisei um candidato que é da da escola, da da Faculdade Federal de Juiz de Fora. E ele já fez o mestrado na Unicamp e está fazendo doutorado agora na Unicamp. Eu participei da banca doutorado dele, está certo? Agora, além de participar, eu senti na me senti na obrigação também, tanto para o colega que era o orientador dele, E eu fui orientador desse orientador na Poli né. Essa então eu conheço bem as possibilidades. Para ver se a gente rompe um pouco uma fronteira que está havendo no de conhecimento, que é o seguinte, nós precisamos alargar a faixa de equipamentos de laboratório. Porque o que o que há uns anos atrás, por exemplo, em cinquenta, era muito interessante, e até sessenta essa Hoje há casos que então é. Tem casos que precisa mandar para fora para estudar. Está certo? E nós temos capacidade de fazer isso aqui. Está certo? Só que precisa investir. Investir em equipamento e investir em pessoal. Pessoal de grau médio que você treina para depois fazer a operação desses aparelhos, para fazer as aflições constantes, essa coisa toda. Por exemplo, Nós medimos velocidade nos nossos, porque nós fizemos modelos reduzidos de todas as de muitas usinas aqui do interior do estado de São Paulo no nosso laboratório de hidráulica. Está certo Uma boa parte foi estudada aí. Está certo uma parte foi estudada aí está certo Então nós medíamos a velocidade de que maneira? Uma haste com um héli uma hélice no meio, A água passa pela hélice, faz girar a hélice né e dá quantas rotações você tem ali por minuto, ou por segundo, ou coisa que vale. Isso é transmitido ao mostrador e é gravado e você tem um valor médio da velocidade. Em muitos casos isso é mais do que suficiente. Mas existem alguns casos que isso não é mais suficiente. São os casos de ponta, os casos extremos. O rio, quando está dentro do do seu regime normal, é uma coisa. Quando ele está em cheia, é outra. E quando ele está em alta cheia, é outro rio. Então, aquelas equações bonitinhas de de de primeira e segunda etapa, não resolve mais nada. Tem que ser uma terceira etapa, que é estatística. Só a análise não vai mais. Agora, para você ser estatística, você precisa ter equipamento apropriado a fazer, a a conseguir dados para você tratar estatisticamente a questão. Os dados, por exemplo, a velocidade é é medida com raio laser agora. Não é mais o negócio virando, virando, porque isso te dá o quê? O valor médio da velocidade. Mas não te dá não te dá os máximos e mínimos da velocidade. Não te dá o máximo e mínimo de temperatura, não dá o máximo e mínimo de Então precisa ter tudo isso aí, está certo? Para você examinar um problema de cheias, por exemplo. Cheias grandes precisa. E como eles estão querendo agora chegar, porque eles chegaram a cheias médias. Aí tudo bem, né está certo. Agora, para cheias grandes, cheias, você é obrigado então a ter outra ferramenta de trabalho. E E outra equipe de conservação, tudo, tudo. Está certo? E eu quis ver a, por isso eu participei. Eu aceitei ficar na banca, né?
E e o senhor deu aula na Poli de de que época, a que época?
De... peraí. Aliás, de quarenta e nove até Deve ser trinta e nove
Então, quando o senhor começou a dar aula, ainda a Poli estava na Estava
Ah, sim, sim, estava, estava. Aliás, a maior parte das aulas eu ainda dei lá embaixo. Eu só comecei a dar ah aulas aqui muito mais recentemente, que teve que ser construído o prédio e tudo né. Então, muito mais recentemente é que eu passei a dar aula na cidade universitária. E a cadeira do senhor sempre foi hidráulica?

É que hoje o o nosso regime é diferente, que é o quando você faz concurso, é é para o último concurso é professor titular do departamento de hidráulica e saneamento. A ideia é a seguinte, é que o professor é professor titular no conjunto. Então você pode ter isso depende de de acordo né com todos os professores da da área, você pode ter mais na área de hidráulica, pode ter mais na área de hidráulica aplicada, que já é uma hidráulica de de projeto de usinas, por exemplo, a coisa que vale. Pode ter mais aplicação em saneamento, né está certo? Né Então tem essas coisas todas. Mas em final afinal, de um modo geral, ele ainda quer dizer na hidráulica eu tenho dado só na hidráulica, está certo? Agora, o que varia é as aplicações da hidráulica, né está certo? Porque, por exemplo, eu desenvolvi muito essa parte de de hidráulica ah, assim mais que exige maior desenvolvimento técnico, científico e tudo, na no projeto de Água Vermelha, porque é uma usina construída no no Rio Grande, com desnível da ordem de sessenta metros né, com um em. Não é Então, o em, você apanha água em cima, abre as comportas, a água escorrega, embaixo tem uma concha não é, passa pela concha e tem um lançador que lança esse jato no rio. Agora, os problemas, por exemplo, para desenhar qual é a forma dessa soleira. É um problema de hidráulica, certo? Qual é a forma? Como é que ela deve ser? Se não se tem alguma acho alguma parte que é circular, tem uma outra parte que é elíptica, se tem uma outra parte que é reta Certo então tem que estudar todas esses essas minúcias, Depois tem que estudar a distribuição das pressões em cima disso, está certo? Tem que especificar depois qual é o concreto que vai para satisfazer essas condições, está certo? Qual é o material de acabamento para que não haja ruptura do pavimento, né? Enfim, é uma coisa toda... Complexa.
Complexa. <laughs> E e e E fala uma coisa para para a gente. Ah Quando foi para a cidade universitária, quando a Poli foi para a cidade universitária, Sei Ah o senhor se recorda como era a cidade universitária? Em que estado Ah recordo Como era a
Muito bem eu me Recordo porque porque eh foi ah um pouco de sofrimento.

Mas tem aquela de entrada né quer dizer, que que você vem para pela vo você vem ali logo depois da ponte e entra à direita. Então, essa avenida vai sempre em frente, passa para o Largo da Polícia, depois vai em frente não é, depois tem outro Largo lá na frente, sobe de novo, depois tem outra, via que desce, et cétera. Então, é a eh eh esse é é mais ou menos o perfil, esse é o perfil da da cidade universitária. E o que acontecia? A avenida Essa avenida principal, que ia até a reitoria, mais ou menos, era pavimentada. Mas quando você ia um pouco à direita, perto da Olímpica, não era pavimentada. Está certo? E E e do lado do laboratório de hidráulica, que agora tem a tem lá o laboratório instalado e essa coisa toda, era tudo de terra. E as aulas que a gente dava de laboratório e aula prática era lá. Nós tínhamos que alugar ônibus para levar os alunos para lá. E e em chuva, os ônibus não queriam ir porque... porque era um barro que não acabava mais. Não é Hoje não, hoje é todo asfaltado. É diferente. Era difícil né, mas não tinha outro jeito, porque você não tinha espaço na Tiradentes para fazer. Então tinha que fazer lá. Hoje não, hoje está tudo asfaltado. Chegou não sei o quê é e.
E a Poli foi para para para o campus ali da Universidade Universitária por volta de que década? O senhor se recorda? Foi na década de
Olha, ho ho houve ho houve períodos aí. Eu tenho a impressão que a década de sessenta, a primeira que foi para lá deve ter sido ligada à metalurgia. Instalaram os primeiros fornos lá da metalurgia. Depois, com a andada da do tempo, é que vieram outras atividades para lá. A a Politécnica demorou um pouco para ir para lá, porque a Politécnica hoje está com um número muito grande de alunos né. Deve ser assim acima de três mil alunos, mais ou menos. Três mil e quinhetos

Então precisou fazer aquele prédio enorme que está lá agora né. Precisou construir todo aquele prédio. Porque aumentou muito o número de alunos. E aumentou o número de cursos também. Principalmente ultimamente, nos últimos anos. Que a elétrica, que tinha, era um departamento só, mas tinha tanto professor eh, entre professor de fim de linha e titular, que eles ganha ganhariam qualquer eleição lá para diretor da escola. Está certo? Eles não faziam assim, mas eles faziam assim, por exemplo. Qual é o segundo departamento? É o civil, né? O civil que tem o maior número de professores, de alunos e tal, né? Então, geralmente, era uma simbiose dos dois departamentos. Agora não, agora tem os pequenos, tem um lá que é de Minas, Engenharia de Minas, é pequeno, está certo? Agora está diferente, mas naquele tempo... Era ou elétrica ou civil ou elétrica ou civil.
O senhor formou-se em engenharia civil.
Engenharia civil.
E e paralelamente a essa questão do ensino, o senhor também desenvolvia atividades ligadas à à engenharia mesmo. A A engenharia a
Houve época que eu calculei concreto, prédios de concreto. Eu junto com mais dois colegas, está certo? Deixa eu ver se eu me lembro o nome deles agora.

E nós fizemos o curso com ele antes do curso vir na escola. Então, quando veio o curso na escola, nós já estávamos preparados por ele. Que ele deu diversos projetos para nós. Projeto de ponte, pro projeto de edifício, projeto disso, projeto daquilo, né? E tinha um assistente dele que acompanhava todos os projetos que a gente fazia e tal, né? Está certo? Eh Então, aí eu eu calculei, chegamos a calcular alguns prédios, está certo? Calculávamos também caixas d'água, por exemplo, e e insta instalações de cidades né está certo, que são estruturas elevadas, sujeitos à ação do vento e tal né. Isso a gente calculava.

Está certo de um de um arquiteto que era famoso naquele tempo, que eu não me lembro mais o nome dele. Está certo Mas era um um prédio acima de doze andares, eu acho.

Então, nós calculámos mais nessa época. Nessa época, a gente calculava um pouco de concreto. Depois, como como a gente estava envolvido na escola, ti ti com cursos novos na escola, E, e ao mesmo tempo, também eh com atividades, por exemplo, na Sesp, que a gente tinha, às vezes, para compensar o tempo, a gente saía nove horas da noite da Sesp né está certo, para conseguir fazer tudo o que precisava fazer lá e no outro lado né, porque a Sesp tinha um programa intensivo. A gente viajava muito para o interior né. Bem certo que a Sesp oferecia aviação, avião, tudo. Mas ah oferecia avião por quê? Porque você ia de manhã, uma hora e pouco depois você estava em Ilha Solteira ou em Água Vermelha, seiscentos quilômetros de São Paulo. Imagina você indo de carro.

Fazia tudo o que você tinha que fazer durante as seis horas, sete horas. E à noite você voltava para São Paulo. Até para Sesp era bom também né. E
E falando em avião, ah ah o senhor também teve uma época... De aeroportos. De aeroportos, né? Tive tive Fala um pouquinho sobre Tive tive Essa experiência.
Olha, a primeira a primeira que eu tive é o seguinte. Eu Eu era engenheiro da dê ó Diretoria de Obras Públicas da Secretaria de Obras de São Paulo. Como é que eu entrei lá? Entrei pelo seguinte, a minha turma, que era a turma de quarenta e seis, fe designou uma comissão para sortear as vagas. Foi feita a comissão e a vaga caiu para mim era a da dê ó pê Então eu fui para a dê ó pê Né a dê ó pê o que é que eu fiz na dê ó pê? Eu comecei na dê ó pê trabalhando na nas obras de de prosseguimento do hospital, do daquele hospital Mandaki, em Santana, que é um hospital enorme né. Mas ficou parado quatro anos porque o governador que veio depois, do governador que que começou o hospital, não quis saber das obras da obra do outro e ficou parado.

Aeroportos, agora. Aeroportos. Eu tive a a a disciplina de estradas na no curso da Politécnica. Só que era estrada de rodagem, estrada de ferro e hidrovias.

Eu não tive aerovia. Naquele tempo não não não se dava aerovia, mas porque não tinha aeroporto, né? Está certo? Bom, aí... Aí eu andei me informando né quais eram os livros e tal. Livro aqui não tinha quase. Então eu passei a assinar umas revistas francesas, que na época traziam o a a o projeto desses aeroportos, futuros aeroportos, não é do Charles de Gaulle...

O aeroporto de Orly e tal. E por ali eles tinham as diversas fases de construção, os problemas que eles tiveram, o que resolver. Então, tratar de adaptar isso às nossas condições, aos nossos regulamentos, aos nossos movimentos, né? Não fui eu que fiz o projeto. O projeto estava pronto e tudo, né?

Mas foi muito útil, porque... Depois eu eu fui desenvolvendo, me mandaram lá para me auxiliar no aeroporto Congonhas, como o governo tinha muito interesse em entregar o aeroporto, dois ou três engenheiros que tinham sido meus alunos na escola. E eu conhecia a força deles, tudo, né? Então, no fim, eles viraram uns bons projetistas de aeroportos também, está certo? Porque aí o que eu conhecia e eu absorvia de fora, eu passava para eles, né? Ia passando para eles, né está certo? E assim foi evoluindo a construção da primeira pista, que é essa pista de de mil novescentos e quarenta metros, que agora está reduzida a mil e seiscentos, que cortaram as cabeceiras para dar folga nas duas pontas né, no caso de falha de breca, coisa que falha. Não vai adiantar muito, mas né é isso que foi resolvido, é isso que está sendo feito.

Então, o problema foi esse, quer dizer, foi improvisado, mas eu tratei de acompanhar isso de perto, passava para eles, está certo? E aí, deu para a gente terminar toda essa fase, as duas pistas, a pista principal, a pista paralela, as pistas de rolamento, o pátio de manobras, a estação inteira de passageiros, foi tudo feito nessa época. Logo depois, veio o Viracopos, não é? Viracopos e Campinas, né?

Aí nós fomos a Campinas junto com o pessoal e tal, vimos qual era a área e tal. E E nós tínhamos um engenheiro que ia algumas vezes por semana ir lá e depois passávamos até mais tarde, quando já estava em construção, aí tinha um que residia em Campinas mesmo, fazia a fiscalização da obra. E nós íamos quase toda semana ou cada quinze dias a gente ia a Campinas, ver como é que ia a obra, né? Lá é uma pista de de três quilômetros, duzentos e quarenta, em vez de ser quarenta e cinco metros de largura, como aqui é sessenta metros. O concreto é mais espesso também, porque as cargas aqui foram dimensionadas para cargueiros também, de de de grande potencial. Tanto que já já disseram aí uns carregueiros supercarregados em Viracopos, né?

Então, ah essa de Viracopos foi toda projetada pelo meu pessoal.

Não precisou pagar para ninguém, nenhuma firma aí especializada.
Retomando a questão dos aeroportos, na opinião do senhor.
Ah, sei. Da minha opinião. Bom, o problema é o seguinte. Os aeroportos fazem parte também de uma de uma organização internacional, parece que é Icao que chama, da Aviação Civil Mundial. Então, tudo que está aí representa o que uma síntese de todas as medidas importantes que têm que ser tomadas. O problema... Tem que se adaptar ao aeroporto para cumprir essas obrigações.

Agora, os problemas que eu vejo muito sérios eles eles são os seguintes. Quando você constrói uma pista, por exemplo, você constrói a pista para um projeto bem feito, de acordo com o Icao, os <laughs> acessos todos certinhos, não tem problema. O problema principal está na manutenção da pista.

Porque a pista é uma pista, por exemplo, a de de Congonhas, era de concreto. Agora é asfalto, mas é um asfalto que eles fizeram sobre o concreto né. Eles não quebraram o <laughs> concreto para fazer asfalto. É asfalto sobre o concreto. Então, você tem, então superficialmente, a pista, não é que a de concreto é muito mais durável do que a outra. Principalmente para os efeitos de frenagem. Quando o avião cha chega, está certo sustentação zero, <laughs> é peso todo né. E, além disso, o impulso dinâmico também né. Então, nós aumentamos as cabeceiras, são um pouco mais espessas. Por exemplo, tem vinte e sete no meio, Congonhas tem trinta nas cabeceiras hã.

Porque as cabeceiras é que levam impacto. E como tanto pode o o o avião pode aterrissar daqui, como pode aterrissar daqui, isso depende do vento. Está certo Você tem que fazer as duas cabeceiras. Quando a frequência do vento é grande, nos dois, tem que fazer as duas cabeceiras mesmo, mais espessas. Está certo Mas isso tudo é feito. Agora, o problema é de manutenção. Porque se você faz uma uma faixa de concreto muito longa, por exemplo, acima de três quilômetros, que é o que acontece eh em Guarulhos né, que você tem pista de três setecentos lá, parece, e tem uma de três e quatrocentos, uma coisa assim. Quando faz uma de três e quatrocentos, ou mesmo essa de Viracopos né, você é obrigado a fazer juntas de dilatação em todas elas.

Porque está sujeito à ação de uma chuva intensa gelada e <laughs> está sujeito a um sol daquele jeito em cima. Então você tem que dar mobilidade ao concreto para dilatar. Ora, para dilatar, você precisa fazer juntas. Essas juntas permitem uma certa distância entre eh as lajes e com uma ferragem toda por baixo, elas permitem não é contrair ou dilatar, contrair ou dilatar, contrair ou dilatar, e não há fissuras, não há quebra de concreto aí da junta. A junta continua a mesma, sendo bem feita. Agora, por que é que precisa de manutenção? Precisa de manutenção pelo seguinte, Primeiro, os aviões, por muito bem mantidos, soltam soltam peças na decolagem e na aterrissagem. Cai peça né, o avião cai lá. Conforme a peça, isso pode ser prejudicial ao próprio avião que está decolando ou aterrissando.

Agora, outros tipos podem o também cair aí nesse meio. E o que é pior? O asfalto com o tempo oxida. Então ele não tem mais aquela capacidade ligante do asfalto, entende? Então aquilo fica tudo sul solto lá no meio. Aí a água começa a penetrar e vai para a base. E a água não é para ir para a base. A água é para de eh eh escoar na superfície até as canaletas laterais. Essas canaletas têm tubulações subterrâneas e levam a água para fora do aeroporto.

Agora, essas águas de manutenção têm que ter observações constantes. Tem que ter manutenção. Pode quebrar uma junta. Né uma porção de coisa. O avião pode passar por cima também. Embora não seja para passar, mas pode. Não é tem essas coisas. As juntas têm que ser observadas. Pelo aspecto do asfalto, a turma já tem uma ideia. Se o asfalto está ainda bem ligante, não não tem fissuras no asfalto e tudo, é porque não está entrando água embaixo. Né a água entra por cima. Agora, se não é feito isso aí, ou então verificou isso, mas vamos fazer... Por partes, né? Por partes. Tantas juntas e eh à à meia-noite, à meia-noite às seis, sei lá, né? Vamos fazer essas Isso tem que ser feito. Aí o teu aeroporto dura muito mais. As pistas duram muito mais. A segurança é muito maior. Está certo?

Porque está seco sempre embaixo da da da pista. A água é por cima da. Outra coisa, eles fizeram de asfalto. O asfalto em cima do concreto também funciona, não tem dúvida. Mas acontece que o asfalto ele tem menos resistência à ação de frenagem, freio do avião quando ele pousa né, do que o concreto. O concreto é é concreto nobre, é concreto, sei lá, de trezentos

É o senhor concreto, né? Está certo O asfalto não. O asfalto de forma um pouquinho ondula, não sei o que lá. Se essa ondulação é maior, já faz uma poça d'água, poça não. Na pista não pode ter poça d'água.

Porque isso se dá com um carro na estrada, não dá? Depois de uma descida, tem uma poça d'água, o cidadão vai, de repente, com o carro vira do lado.

Está certo? Então o problema é de manutenção. É lógico, que fiscalização na hora, ver se tudo está direitinho né. Se o concreto tem aquela dosagem, se se o agregado, a a areia, a pedra, também está dentro das normas da á bê êne tê, tudo direitinho né. Tem que ser caprichada né. Tira os modelinhos, tira os blocos lá, manda para o í pê tê para romper, ver se rompe mesmo com aquela tensão. Tudo isso foi feito em Congonhas.
E, e Seu

Mas o senhor, ah ah depois disso, continuou ainda mantendo alguma outra atividade?
Acontece o seguinte, eu eu eu fui também engenheiro, como falei para vocês, primeiro da dê ó pê, depois da diretoria de aeroportos, depois da diretoria de viação e obras públicas, está certo não é que estava ligada também estreitamente ao ao mesmo departamento não é. Então, eu fui também simultaneamente. E E depois, como... Como eu ô eu estava também muito ligado ao Laboratório de Hidráulica, eu era ligado também ao Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, por exemplo, eu participei de um grupo de trabalho para o planejamento de da aproveitamento de cantareira, que é a principal fonte de abastecimento de São Paulo. Não é está certo? Isso <laughs> bem lá atrás né. Isso mais ou menos

E aí eu fiquei trabalhando uns dois anos, mais ou menos. Né está certo? Depois eu passei só para a escola porque eu consegui passar da regime de dedicação. Então, na escola, eu consegui passar por um regime que eles chamam de turno completo. Então, o turno completo é, digamos, a manhã inteira e a tarde inteira. A manhã inteira ou a tarde inteira. O regime integral, que é o dia inteiro. E tem o tempo parcial, que é dos professores que só vão dar a sua aula lá e vão embora, né? Que é o que acontece na maioria das universidades particulares, né? Vai lá, dá aula, e tchau, tchau. Risos Nós ficamos lá, nós ficamos lá. Inclusive a a dúvida de aluno e tudo, né? Você estando lá você né, é diferente. <laughs> Então tive essas fases todas, inclusive de mudança de de horário de trabalho.
Mas quando o senhor se aposentou em oitenta e oito, o senhor parou com essas atividades também? Ah
Ah, parei, parei. Parei porque eu aposentei antes, porque eu tinha mais tempo de serviço na dê ó pê. Então eu aposentei antes na dê ó pê, um ano antes, mais ou E depois lá, na na Politécnica, Mas aí eu fui aposentado. Eu não pedi aposentadoria. Eh Eu acho que eu podia perfeitamente lecionar até Setenta e cinco não teria problema nenhum. Não é Como pude? Eu participei de diversas bancas e tal. Dei alguns cursos de pós-graduação.

Porque quando eu via um problema que eu achava novo, assim, de interesse para a turma, eu chegava lá e dava o curso. Esse, por exemplo, de divertidores, como essa vizinha que eu falei para vocês. Não é Eh eu eu recebia mu muita documentação sobre sobre sobre esse tipo de de de divertidores né. Eu dedicava um capítulo inteiro só a esse tipo de divertidores. Está certo Porque eu nunca existi nunca Eu não tenho nada <laughs> contra os que fazem consultoria, mas eu prezo muito um certo grau de liberdade, entendeu? Está certo Eu faço aquilo que eu que eu acho que deve ser feito.

E com ah ah ah mesmo com a aposentadoria, então, como o senhor mesmo disse, a participação em bancas, isso continua? Ah isso continua

Continua até hoje?

Até agora, eu tive, dia treze desse mês, eu tive de um de um de um mestre da Universidade de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, está fazendo doutorado lá na Unicamp, E e ele apresentou um trabalho muito interessante sobre um problema, está certo? Que apesar de inúmeros inu inu inúmeras publicações sobre o assunto, saídas desde desde o século dezenove, fim do século dezenove até hoje, ninguém tinha levantado esse problema, está certo? Então ele é original por isso, está certo? porque ele encontrou outros caminhos está certo para precisar melhora não é o estudo que estava sendo feito. Agora, eu in eu procurei incentivá-lo também, para ver se ele leva para frente. E aí sou eu que quero saber o que é que estou fazendo. Eh sabe entendeu e
E hoje em dia, depois da sua aposentadoria, como é o cotidiano de vida do senhor?
Olha, ah acontece o seguinte. O meu problema é o seguinte, como como eu eu tenho um ligeiro problema médico, que é, eu eu tenho que fazer hemodiálise e faço três vezes por semana, quatro horas. Então, você pode ver que eh, a a rigor mesmo, eu só tenho eh terça, quinta, sábado e domingo.

Bom, aí, o que é que eu estou fazendo? Eu continuo ah assinando revistas que dão eh problemas específicos de engenharia hidráulica. Isso eu continuo. Então, eu procuro... Eu eu procuro ir lendo alguns assuntos assim que me dizem a respeito, diretamente, fazendo os meus resumos e tal né. Mas, para mim né, <laughs> sem precisar...

Sei, está certo. Deixa eu ver o que poderia ser. O que é que poderia ser? Olha, acontece o seguinte, dentro mesmo da escola, Eu tive uma atividade que para mim foi foi também mu muito interessante, que foi a seguinte, eu fui coordenador dos cursos de pós-graduação da Escola Politécnica durante quatro anos não é, por indicação da congregação. Então aí eu pude sentir ah ah como em cada em cada departamento, como é que estava evoluindo a pesquisa em cada departamento. Uns departamentos que... que estavam dando menos produção, então havia ideias né de pressionar mais ainda está certo, ou então colocar alguém de fora na no departamento né. E, por exemplo, um deles que eu me lembro era um departamento que tratava muito de técnicas de construção civil, de acabamento, de dessa coisa toda. E eu tive a sorte de um colega meu que foi para lá, que ele fez uma carreira brilhante, foi diretor da escola, está certo? E ele conseguiu desenvolver, inclusive, di di diversos projetos de eh de construção de casas, facilitar casas populares, e uma série de coisas. Só que ele hoje tem um alto posto aí, não sei aonde. Um tem um alto posto do í pê tê né, um é um dos diretores do i

Que esse também é é é um é um um cientista de princípio mesmo, está certo? É formidável, eu não me lembro o nome dele agora. Mas ele é muito bom também, um sujeito excelente, né?

Então alguns que pareciam que não funcionavam, passaram a funcionar. Agora, teve um lá que de fato...

Funcionou depois. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram um professor, por exemplo, da área de engenharia naval e puseram na engenharia dos transportes da civil. Funcionou.

Funcionou direitinho.

Né está certo? E um dia desse eu ligo a televisão e ele lá televisão falando sobre virar copos. <laughs> Está certo? Isso é interessante

Conhecia bem e tal o problema, não é? E Então tem dessas coisas, né? Está certo? Agora, essa essa na na coordenação foi muito interessante, muito interessante. Está certo? Porque você sentia não é a evolução do de dos cursos de mestrado, em quanto tempo fazia, o grau, como foi avaliado, essa coisa toda, tudo em conjunto, né? E e em conjunto também com o com o Ministério da Educação, com federais todos. Está certo E a gente tem uma parte burocrática também, infelizmente ela tem, né? Tem a parte burocrática, né está certo mas a gente ia fazendo. Eu fui quatro anos de lá.
E e quais foram as lições, as principais lições que o senhor tirou da da sua trajetória de vida?
na minha trajetória de vida. É o que eu te estou falando. Quer dizer, eu eu acho que primeiro o cidadão, ele precisa um uma base educacional, a melhor perfeita, tanto em casa como na escola. Não é A mais completa possível. Está certo?

Há outras disciplinas, por exemplo, que dizem, não, mas essa não exige isso, aquela exige aquilo, et cétera. Tem disciplinas que eu acho, por exemplo, essa que nós fazíamos de sociologia, embora haja muitas dúvidas não é sobre certas escolas de sociologia e tudo, mas é interessante ter uma ideia geral de sociologia.

Porque eu tenho colegas que foram para o interior e mandaram construir uma ponta no interior, não é? Com o projetinho na mão, tudo direitinho né. Agora, ele tem que organizar tudo, tem que organizar canteiro, tem que alfabetizar o pessoal que vai trabalhar para ler a planta que ele apresenta, tem que fiscalizar a planta, tem que fazer tudo. Então, ele tem que ter uma ideia de como tratar todos os elementos que estão junto com ele. Entendeu Tem um que é melhorzinho, já fez um um curso de, digamos, de profissionalizante. Esse você já conversa com ele em outro nível né está certo. E ele te entende. Então o engenheiro precisa estar preparado para isso. Porque às vezes havia engenheiros que saíam, está certo tratavam como se fossem um colega deles. Mas mas não pode isso. Porque eles não têm base cultural.

Tem que ir ensinando Tem que ir ensinando, tem jogo de cintura, né?
Certo? E

Olha, eu me sinto muito bem, né? Porque eu procurei dizer a vocês com a maior franqueza, né? <laughs> Está certo Todas essas etapas da minha vida Né as perguntas foram todas coerentes, está certo. Não é E e eu acho que vocês realizaram perfeitamente o papel. Agora, se eu realizei, aí é vocês que julgam.
Com certeza.

Muito obrigado.
Muito obrigado.